Bom, Delba, a gente vai começar, vou pedir para você falar o seu nome completo, o local e a data de nascimento.

E o nome dos seus pais, o que que eles fazem, Delva?

Dona de casa. <laughs> E

E ele deriva de alegria, né? Isso que é bacana. Eh

E ele deriva de alegria, mas é italianada pura mesmo, né? Tutti buona gente e tal, aqueles aquele povo que fala alto, que tudo se resolve ao lado da mesa, as tristezas, as alegrias, <laughs> tudo do lado da mesa. Tanto do lado do pai quanto da mãe? Da mãe, é. Tanto do lado do pai quanto da mãe. São somos italianos somos italianos e somos italianos mesmo, né? Aquele povo que fala tudo ao mesmo tempo, aquela confusão, é aquela bem italiana
E na sua casa, assim, seus irmãos, quantos são?
Nós somos em três mulheres, lá é o Clube da Luluzinha, mais a minha mãe. E é engraçado que todas nós começamos com a letra dê, né? Eh Delba, Denise, Débora e a Dirce, que é minha mãe, porque eh eh tem muita essa coisa, né, de família, colocar todos os filhos tudo com o mesmo nome, mesmo mesma letra e tudo mais. E somos em três mulheres, somos só mulherada.
E como é que era a convivência assim desse clã feminino?
Então, e foi interessante porque eu sou mais velha e a Denise do meio ãh. E aí, nós vivíamos assim, já com a família estabilizada, digamos assim. Eu Quando eu tinha dezoito anos e a minha irmã do meio apareceu a temporona, que é a Débora. <laughs> A minha mãe fala que foi um descuido. <laughs> E Chegou a notícia. <laughs> Chegou com a notícia de que nós íamos ter mais uma irmãzinha. Né então, quando eu tinha dezoito anos, a Débora nasceu tal, então a gente anda na rua, às vezes me perguntam se eu sou a mãe dela, aquelas coisas assim. Mas hoje já ela já está casada, já tenho sobrinha e tudo mais. Aliás, foi a única que casou. que casou, digamos assim, convencionalmente. Porque nem eu, nem a Denise que nunca que queríamos saber de casar e tudo mais, de ter filho e tudo mais. Então, aí coube. Por isso que acho que ela nasceu, né? Que é para continuar. <laughs> Fechar um ciclo. <laughs> Porque ela que está perpetuando a família, né? Porque nem eu, nem a Denise quiseram saber. Nem de casar. Mas se bem que depois eu conto a história do casamento daqui a pouco.
<laughs> Depois eu conto.
Nós estamos na infância ainda. <laughs> Vamos embora.
E, Débora, você cresceu em São Paulo?

Você cresceu então, descreve para gente a rua, o bairro, como é que era.
Nossa, Ipiranga, Bela. Ipiranga, do lado da Mooca, né? Então, não talha nada mesmo, né? Aí nasci no Ipiranga, ãh estudei no Ipiranga e estudei só em colégio de freira, né? Porque meu pai achava meus pais achavam que colégio de freira era a coisa mais interessante para uma menina, como para as mulheres, né? Para elas serem melhores educadas, aquela coisa toda. Não, mas acho que foi. Não fui bem <laughs> educada no colégio de freira, sim.
Mas o Ipiranga tem bons colégios, né?

Tem uma série de colégios sempre ligados a associações cristãs, evangélicas, assim associações mesmo, né?
Tem, tem. E é engraçado que até hoje eu tenho um contato muito grande com com freiras. As freiras aparecem no meu caminho. É muito interessante. Às vezes para fazer algum trabalho, me chamam para fazer ãh alguma coisa na escola delas e tudo mais. Elas estão sempre assim... Elas aparecem. Do nada, às vezes, elas aparecem no meu caminho as freiras elas minha mãe que diz, as fle as freiras te perseguem. Eu acho que sim. Mas eu tenho um carinho por elas muito grande.
Né? Que colégio que você estudou, Delva?
Bom, eu estudei primeiro no Sagrada Família, que hoje é é São Marcos.
Sim, Universidade de São Marcos.
Universidade de São Marcos. Depois eu estudei no Madre Margarida Maria, que é no lá no Jardim da Saúde. E depois, fechado assim com chave de ouro, que foi um dos colégios que eu mais gostei de estudar, foi o Colégio Regina Mundi, ali na Via Anchieta. Os três colégios até hoje né existem. Regina Mundi existe até hoje. E foi um marco na minha vida o Regina Mundi. Foi muito bacana. Porque o Regina Mundi ele era só de mulher aí. As freiras resolveram colocar misto o colégio. Isso, imagina então o fuzuê que foi no primeiro ano que os que os meninos entraram para a escola. E o co e o Regina Mundi, além disso, era um colégio de de vanguarda na minha época. As freiras elas elas eram muito modernas né, nós tínhamos uma atividade cultural, além do do do ensino que era um ensino forte né, nós tínhamos uma atividade cultural intensa. Então lá nós tínhamos teatro né, nós trabalhávamos com música há muito tempo né, e de lá saíram algumas pessoas que que hoje estão aí, que são pessoas ãh públicas e e tudo mais né, atores, apresentadores de televisão né, saíram do Regina Mundi né, estudaram conosco e tudo né, comigo e tudo mais.
Tinha atividades extraescolares,
Muito, tinha teatro, tinha música, tinha... Nessa época tinha um um um um... Chamava Jogos da Primavera. Era Isso e os Jogos da Primavera eram feitos no colé no Clube Atlético Ipiranga, aonde todas as escolas ãh da região e tudo mais participavam desses Jogos da Primavera, que eram... The best na época. Todo mundo queria participar dos Jogos da Primavera né, em todas as modalidades esportivas. E o Regina Mundt era muito forte em vôlei, basquete, handball. Era muito forte, a mulherada botava para quebrar né e. Então, nós participávamos direto eh sempre né dos Jogos da Primavera. Eu jogava basquete. Mas eu era horror. Eu era eu era nossa, eu era muito ruim. Muito ruim, porque eu era pivô. Muito ruim, muito ruim. Coitado, o o nosso professor, Geraldo, que é uma grande figura, hoje ainda ele está aí, na ativa e tudo mais, o Geraldo, ele tinha... Coitado, eu acho que não tinha ninguém para colocar, ele me colocava, né? Eu era grande, sempre fui grande e tal. Ele me Mas eu era muito ruim. Eu era mais da música. Sempre fui mais da

Eu tocava, tocava violão, tocava percussão. E participava de todos os festivais de música da época.

Pode falar um que eu falo que eu estou. <laughs>
Participava de todos. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Quatorze

que eu comecei nessa parte da de palco mesmo.
E quando você entrou no Regina Mundi?
Eu entrei depois, assim, eu entrei no Regina Mundi acho que com Eu entrei um pouquinho mais. Antes já tinha música comigo de na em outros colégios.
É, de outros colégios. Esses colégios que você estudou, eh que eram católicos, sempre sempre tinham tinham essas atividades?
sempre tinham. A gente tocava na missa, né? Essas coisas assim. Aí depois que eu fui para os festivais e tudo.

Imagina, né? Não, deu tudo errado. Igual a tua mãe. <laughs> Deu tudo errado. Completamente oposto a tudo que eles achavam. Ah Porque no naquela época os colégios tinham bordado. A gente aprendia tudo isso. A bordar, fazer tricô, essas coisas todas, né? Além de... Aprendi tudo isso e sei fazer tudo isso. Mas não segui nada disso.
Era um outro tipo de educação, né? Totalmente. Era voltada para pessoas
Eu tive francês, né? Tive francês desde pequena. Muitas coisas de francês ainda, graças a essa época, que é bacana, é legal, é bacana. E a
E, Delba, desculpa, você falou tanto do Regina Munch, que eu fiquei com re... É Rainha do Mundo, né? É
É Rainha do Mundo, é, nossa.
Muito forte também. E e, Delba, co como é que era Ipiranga nessa época, que você é menina para adolescente? O Ipiranga, ele é ele com ele é um bairro mais afastado nessa época, ele ele é
Eu acho que o Ipiranga ele deveria ser muito mais reconhecido, preservado, porque ele é histórico, né aquele museu é maravilhoso. E eu acho que dão pouca importância ao Ipiranga. Lógico, o Ipiranga, quando eu morava lá, era um bairro pequeno, né bem bem pequenininho tal não tem e tranquilo também. Mas ele tem eu acho ele meio abandonado. Até hoje eu acho ele meio abandonado.
Mas assim, onde vocês iam naquela época? Tinha a Cantina do Mário, onde vocês iam? É
Tinha a Cantina do Mário, nós íamos ãh ãh lá. Quem mais que nós íamos? Nós íamos... Cantina do Mário. Nós sempre frequentávamos muito o Atlético Ipiranga, que era o clube, Bambambam, da época. Os carnavais, a maioria dos carnavais eram lá, né? Nós passávamos lá o carnaval. E depois eu mudei um pouco para o para o Jardim da Saúde, aonde teve outras coisas também.

o clube do bosque, o clube aquático do bosque, onde nós íamos bastante e tal. E aí foi quando eu formei meu primeiro grupo de música, com a mo com a garotada, com a moça com a moça moçada, assim, tudo era quatorze, quinze anos. Sabe o que é escaleta? Escaleta é antigo, hein? Escaleta é como se fosse um pianinho de boca, né? Aí nós tínhamos uma uma uma amiga que fazia escaleta.
E que tipo de música vocês tocavam?
Jovem Guarda.
Todas. <laughs>
<laughs> Eu tocava guitarra e cantava, é. Você lembra uma música, assim, que marcou
essa época? Vocês Gostava muito de tocar.
Puxa, Roberto Carlos na veia, né? Tinha tanta coisa. Deixa eu ver uma música que marcou a gente bastante, assim. Ah, tinha Wanderleia também, né? Por favor, pare agora. Tem essas coisas assim, né? Tinha... Não adianta nem pensar em me esquecer do Roberto Carlos também, né?
Por aí vai, não lembro muito mais. Onde vocês se apresentavam, Nelva?
A gente se apresentava na garagem.
<laughs> Chamava as pessoas?
É, unia as pessoas e tal. E nos festivais. Né nos festivais que de música.
Que festivais eram esses assim?
De colégio. Os os colégios que faziam os festivais e eu ia.
Qual foi o mais conhecido?
Foi no colégio Nossa Senhora da Glória, ali no Cambuci, onde a gente participou com várias músicas. Sabe com quem, gente? Com a Gretchen.
Que ótimo.
Estudávamos juntas. Eu e Maria Odete. Maria Odete. Maria Odete. Eu e a Gre a Gretchen. A Maria Odete, ela tem composições belíssimas. Não, não é aquilo lá. Aquilo lá aconteceu, porque aí... Na mídia. Foi E foi por esse caminho. <laughs> E Mas ela tem composições belíssimas. Então, nós ensaiávamos a bessa, eu, a Gretchen e a Sula, Miranda, que é irmã da Gretchen. Ah Nós éramos do Ipiranga. Todo mundo ali é do Ipiranga, nós somos irmãs. E elas tinham composição maravilho composições maravilhosas. Nós tocávamos, ah defendíamos as músicas da Gretchen. Vizinhos, estávamos juntas na Regina Mundi. E Leão Lobo.

Não, adoro o Leão, adoro o Leão, adoro o Leão. Aqui são meus amigos de infância e aí cada um foi para um lado. Mas adoro eles, adoro até.
Produção artística de uma época.

Qual a importância desses festivais de colégio? Porque hoje a gente quase não vê, né? Não tem mais, né? É
Não tem mais. Ah, eu acho que ãh mostrar mesmo a parte, as composições, as músicas que tínhamos, que nós fazíamos na época, eram ricas, né? Era um outro enfoque, né? Era uma coisa mais, era era mais angélico, eu acho.
E e como que vocês preparavam as composições? Os professores ajudavam, orientavam? Os professores de literatura
Não, não, era uma coisa meio nata mesmo. Ah, vamos fazer o festival, escreve, aí as pessoas ah... Tínhamos as composições, aí escrevíamos as composições lá, não tinha orienta orientação de professor, não. Nessa parte, não. Mas era divertidíssimo, né, gente? Nossa, quanto ensaio, né? Não, ensaios em cima de ensaios, né? Muita gente começou dessa forma. É verdade, é verdade.
E, Delva, nessa época, como é que era a moda? Como que você se vestia?
Ai, não é muito diferente de hoje, hein? <laughs> Não, aqueles vestidos assim... Eu tenho um vestido que eu comprei semana passada, que eu falei, gente, usei isso. Há tanto tempo, né? Os vestidos mais retinhos, assim, né? Com desenhos, às vezes, com triângulos, essas coisas assim.
Geométricos, psicodélicos.
Geométricos, psicodélicos, tal. Bem legal, bem legal. Não é muito diferente, não. Botinhas, as botinhas tem aí meia por baixo da bota. Igualzinho, igual as mini saia. Igualzinho.

Vai e volta mesmo. <laughs> É bacana <laughs> isso, é bacana. Moderníssimo.
E e como é que era você nessa época? Os paqueras, os namoros?
Gente, você sabe que minha mãe quase enlouqueceu comigo, porque eu fui muito namoradeira. Namorei um monte. Por isso que eu não queria casar, como nunca quis casar mesmo. Sempre, sempre fui muito namoradeira. Minha mãe dizia assim, a Delba não deu preocupação conosco quando criança, mas depois que cresceu... Porque era muito namoradeira, sempre fui da noite, né? Agora menos, porque minha profissão mudou um pouco. E também os valores vão mudando. Vão Mas eu sempre fui da noite, assim. Às vezes de chegar em casa de costas, porque eu chegava muito tarde. E não queria que meus pais acordassem e vissem que era tão tarde assim, né? Quatro da manhã, tudo mais cinco, seis da manhã.
Você chegava de
De Por quê? Porque se alguém me visse, eu já estava saindo. Ah, bom dia, bom dia. <laughs>
Mas aconteceu alguma vez?
Não, não aconteceu, mas eu sempre, né, virginiana precavida. Eu sou do signo de virgem.
E Delba você nessa época em São Paulo, onde você saia, onde vocês iam?
Qual época?
Essa época que você saia e voltava às quatro horas.
Que entrava de costas. <laughs> Eu Bom, aí já era uma outra época da vida que eu frequentava muito o Bixiga.
Ah, Bixiga era um bairro, né?
Que era lindo. Bixiga, duas, três horas da manhã você andava na rua, na boa.

Porque não tinha o problema que que Bixiga tem hoje e tal. E lá era um celeiro de artistas, atores e tudo mais. Então a gente se encontrava na rua e conversava na rua. Grandes projetos saíam na rua, né?
É, no meio da calçada. Quais eram os principais bares assim você que você frequentava?
Olha, tinha muitos bares que a gente frequentava. Mas vamos lá. Tinha um bairro hum um bar chamado Celeiro, que a gente tinha muito. Bom, teve o Boca da Noite, que foi histórico. né que ele teve lá há mais de vinte anos né, de de sei lá quantos anos o Boca teve, mas enfim. O Boca da Noite também, porque o Boca da Noite era bacana porque, assim, ãh a cidade fervia com os eventos, com os shows e tudo mais. Quando esses artistas terminavam os shows, eles iam para o Boca da Noite. Então, você ficava ali no Boca da Noite, aí entrava a dja a Djavan, entendeu? Entrava Gilberto Gil, entrava Hermeto Pascoal, né? Entrava todas essas essas joias da nossa música popular brasileira. E eles davam canja lá, entendeu? E você ali via tu tudo de bom, né? Esses Puxa, era muito legal. Era muito legal. Então, foi uma fase, assim, riquíssima.
Você ia para ouvir ou você cantava também? Não
Não, não, não aí eu não não. Aí eu tive, assim, eu tive uma uma banda, um trio, um trio que chamava-se Som das Cedas. Gente, olha que horrível. Mas a gente achava o máximo <laughs> na época. Isso foi o quê? Foi logo quando eu me formei na faculdade. Porque eu formei me formei na faculdade e não tinha mais, não tinha campo de trabalho, óbvio, né? Como sempre, né? Isso não mudou, né? Eu fiz comunicação social.

Fiz relações públicas. E não tinha, me formei, na fiz Casper Líbero. E não tinha nada disso. Como eu sempre andei com a música junto, aí formei um uma banda quando me formei na faculdade. E o som das cedas. Então era eu, mas aí eu já estava na parte da percussão, um violão e voz. Um trio mesmo. E a gente viajou muito, a gente até fez um fez... Teve uma carreira bacana, assim, muito bacana. Viajamos por várias cidades e tudo mais. E aí conheci muitos músicos e tudo mais. E aí eu conhe conheci o Boca da Noite, que a gente estava falando até então. O Som das Cedas foi muito bacana. Foi bem... Era um trio?
Quem que era?
Era eu, a Iolete e a Alice. A Alice no violão, Iole Iolete na voz e eu na percussão.
Como você conheceu?
Como que eu conheci na noite, no Bixiga? Conheci as duas, elas estavam afim de fazer esse trabalho. Eu também já estava muito afim de fazer esse trabalho. Aí montamos o trio. Foi bacana. legal. Eme pê

Que que época a gente está falando? Década de
É, oitenta

e dois. Oitenta e dois
Oitenta e dois, foi essa época. Quanto tempo você ficou
Dois anos. Aí o grupo estava no auge. No auge, sim. Devidas proporções, né? Na na época. Todo mundo co muita gente conhecia, não sei o quê. Aí a cantora, a Iolete, resolveu fazer carreira solo. É impressionante isso. <laughs> Quando tudo está bom. Aí a menina falou assim, ah, vamos fazer carreira solo agora, não sei o quê na na na saiu da banda. Saiu do trio. Ai, cacete, né? Aí continuamos ainda, eu e a Alice, mas em dupla, uma dupla, fizemos algumas outras coisas, mas aí também paramos. Aí eu fui para um outro lado e tal.
Vocês chegaram a aparecer de alguma forma na mídia?
Fizemos, fizemos alguns programas de televisão da época, entrevistas de jornal e tudo mais. Foi legal, foi bacana, foi uma experiência bem interessante.
Quem era o público dessa época assim que circulava no Bexiga? Né? Você falou das do pessoal da noite né, mas quem que era o público que circulava no Bexiga?
O público? Estudantes, ah tá jovens... Sim, era era mais uma moçada mesmo, mais estudantes, mais jovens mesmo. E um pessoal extremamente politizado. Isso que era bacana. Super politizado, que ia atrás das coisas mesmo. Não tão apático. Um pessoal que tinha esperança ainda, no olhar.
Ai, que lindo.
Eu acho. Na força da conquista, na garra para ir atrás das coisas, sabe? Então isso daí era muito bacana. Muito bacana né. Deu para conhecer muita gente ali legal, assim. Dessa época.
Tinha discussões políticas? A gente está falando assim, é final, né? É o começo da abertura, efetivamente. Já tinha essas discussões políticas? Você participava?
Nossa, tinha muito, né? Aquele pessoal que saía para a noite com... Foi bem antes disso. Pessoal que saía com aqueles livrinhos, né? Debaixo do... Vendendo. É, vendendo suas próprias seus próprios trabalhos, né? Plínio Marcos fazia Plínio Marcos, nossa, Plínio Marcos era da nossa... Turma também, Zequette, o Teatro de Arena. Nossa, aquilo lá era marcante né, muito bacana. Mas, assim, eu achava tudo isso muito legal, muito mas eu não não entrava muito nessa onda assim da política. Na boa, me cansava um pouco. Porque eu sempre fui mais da da da do lado da festa. de achar que as coisas poderiam ser arrumadas pelo lado da festa, da alegria e tudo mais. Então, quando o Papa era muito cabeça, eu achava muito bacana, muito linda, tal não sei o quê. Mas às vezes me davam no saco, me davam no saco. Aí eu ia para o Mocidade alegre sambar.

Ia para Mocidade alegre, aí sambava lá até as quatro da manhã e voltava tal. Porque tinham dois lados, né? O bexiga, na sua efervescência política, cultural, blá, blá, blá blá e E o Mocidade Alegre que me dava o lado mais leve da vida, entendeu? Quando eu não queria mais pensar naquele lado crítico. Então, eu me dividia entre as duas Tribos, né?
Ai, que ótimo.
Era divertido, era muito legal,
muito legal. Se eu te perguntar uma coisa, quais eram as comidas próprias dessa época, assim? O que que vocês bebiam, o que vocês comiam?
Eu não bebia nada, sabia? Assim, de bebida alcoólica, eu não bebia nada. Era engraçado, não não era muito chegada, não. Mas as comidas ãh... Você tá falando o quê? Na época... Do bexiga, assim.
O que que servia ali no Bexiga?
O que servia no Bexiga... Ah, tinha aquelas coisas de rua, né? Aqueles churrasquinhos de rua, que como tem até hoje e tal. Mas o Bexiga é tradicional pela cozinha, pela massa né, pelas cantinas e tudo mais. Mas naquela época as pessoa as pessoas não iam muito em restaurante. Restaurantes mesmo. Restaurante é para quem tinha mais dinheiro mesmo né. É boteco mesmo, boteco. Aqueles comidinhas de boteco, aquelas coisas assim.
E Delba eh a sua opção pela faculdade, como que ela foi se encaminhando, assim, como que você resolveu fazer comunicação social, por quê?
É, eu comecei comunicação social porque eu sempre fui muito, eu sou a faladeira da turma, sou a faladeira da família, tal não sei o que, eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar. E aí fiz comunicação social. Não sabia exatamente se jornalismo, se publicidade ou se relações públicas. Mas aí, dando uma analisada, achei melhor relações públicas pelo contato com pessoas, que é uma coisa que eu amo fazer até hoje. Né? Eu acho que pessoas são as melhores coisas que a gente pode ter. Conhecer pessoas, entender as diferenças e compreender a diversidade, para mim, é o grande barato. E difícil. porque tem a crítica da dessa diversidade e também tem a a beleza disso tudo né. Para mim é um desafio ba bacana. Então, foi por isso que Relações Públicas foi a minha... Por falar em diversidade, tem uma história interessante para contar. Quando eu me formei na faculdade, como não tinha trabalho mesmo, não sei o quê da da eh eu tinha uma amiga que fazia teatro de bonecos. E ela virou para mim e falou assim, Delba, você não quer fazer teatro de bonecos? O Eli Barbosa está precisando de gente. O Eli Barbosa, na época, ele tinha um programa na tê vê Bandeirantes só de boneco. Chamava-se A Turma da Fofura. Eram bonecos que ele fazia, você vestia os bonecos. E também tinha parte de bonecos de manipulação, onde você enfiava o boneco, tipo o Louro José aham de hoje. E foi assim e ele falou assim, ele está com ele está montando agora um grupo porque vai ter uma uma série de apresentações no Rio de Janeiro. uma turnê no Rio de Janeiro. Você não quer ir com a gente? Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Aí ele falou, ah, não vai lá, fala que você fez um curso no Teatro Vento Forte, <laughs> do Ilo Krugli. Fala que você fez um curso lá no Teatro Vento Forte, não sei o que, nananana. E aí, tudo bem, se ele gostar. Não estava fazendo nada mesmo né, estava dura, sem dinheiro, sem nada. Tinha acabado de me formar na faculdade, fui. Fiz a entrevista com o tal do Eli Barbosa. Aí o Eli, né? O Eli Barbosa é irmão do Benedito Rui Barbosa. Só para vocês terem... Cheguei lá. Fiz a entrevista com o cara ah. Ah, que ótimo, né? Ah Sua amiga me disse que você já trabalha com isso há algum tempo, não sei o quê... E você se formou onde? Você fez um curso onde, né? Aí eu falei, não, eu fiz a Casper Líbero, fiz comunicação social e tal, mas quanto à parte de bonecos, eu estudei no Teatro Vento Forte, com Ilo Krugli e não sei o quê. Ah, que bacana, tal. Ele falou assim, então eu vou pegar um boneco lá dentro. E gente, ele saiu do estúdio e eu fiquei ali e falei, e agora o que que eu vou fazer? Bom, aí <laughs> a minha vida tem coisas muito inusitadas assim, de coisas que eu me meto que depois eu não sei mais sair. Aí ele voltou, esbaforido. Delba, você me desculpe, mas eu vou ter que sair agora para uma reunião e não vai dar para você fazer o teste. Mas eu gostei muito de você. Achei você muito comunicativa, alegre, divertida, tal, não sei o quê. Está contratada. Nós embarcamos a semana que vem para o Rio de Janeiro. <laughs> Nós vamos fazer um mês de show. Você vai fazer um boneco de manipulação que eu ainda não sei qual é. Mas como você já tem experiência... Nem preciso te dizer qual é, na hora lá você vê. Eu falei, tá, está bom, não tem problema <laughs> nenhum. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Fui sair, a Nenê, a minha a minha amiga que me indicou, estava me esperando na na recepção do estúdio. Aí ela falou, ai que já soube que deu tudo certo. Falei, Nenê, vamos embora, vamos embora. <laughs> E fomos conversar. Aí fomos <laughs> para a casa dela. Falei, Nenê, e agora o que que eu vou fazer? <laughs> Ela falou assim, não, a gente ensaia aqui em casa. Aí nós pegamos um monte de meia, meia, e a gente punha a mão no na meia e a gente começava a fazer, sei lá, né fazer alguma coisa. A Nenê não podia me ajudar tanto com os bonecos de manipulação, porque ela já era contratada dele, mas ela vestia o boneco. Ela vestia um cachorrão na época. Então era diferente de manipulação. Bom, mas tudo bem. Aí embarcamos para o Rio de Janeiro, isso sem saber qual era o boneco que eu ia fazer no dia seguinte, na primeira apresentação, às dez da manhã. Sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, que era, na verdade, hum de ia ter um teatro com os bonecos vestidos, depois ia ter um tipo de um karaokê para criança. E eu ia fazer parte do júri com o boneco de manipulação. Aí, quando nós chegamos no aeroporto aqui em São Paulo para ir para o Rio, eu virei para ele e falei, Elie... qual é o meu boneco que eu vou fazer, porque eu gostaria de saber qual é o tom de voz que eu precisaria dar para Né que tipo de caricatura vocal que eu precisaria dar para ele. Ele falou assim, ah, está bom. Eu acho que, não, vamos fazer o seguinte, vamos embarcar aqui, aí lá no no Rio a gente vê isso, não sei o que. Bom, conclusão. Nós chegamos no Rio, às nove horas da noite, eu ia estrear no dia seguinte, às dez horas da manhã, ele me entregou um boneco, que era um passarinho, chamado Matosquela, para eu fazer a voz desse passarinho no dia seguinte, às dez da manhã. Eu dormi aquela noite?

Estava eu e aquele passarinho. Eu botei o passarinho em cima da cama do hotel.
E eu ficava olhando aquele passarinho. <laughs>
E aquele passarinho olhando para minha cara. Gente, foi um sufoco. E eu querendo matar a Nenê, que a Nenê estava comigo.
<laughs> No apartamento.
No mesmo apartamento. Chegamos. Fui eu.

O elenco do coisa. Eu, a Nenê. Um palhaço e cinco anões. Eu nunca tinha convivido com um anão na minha vida. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É tão confuso. Porque você não sabe direito se ele é criança ou se ele é gente... E os anões tinham todos assim uma faixa de idade de uns trinta e

E eu não sabia quem era, como que eu ia tratar ou conviver com aqueles anões. Quando nós chegamos no hotel, um hotel belíssimo de frente para o mar, foi chiquérrimo a história toda. Tinha um senhor no saguão do hotel que estava lendo um jornal. Entrou eu, entrou a Nenê, entrou o palhaço e entrou os cinco anões. O cara estava lendo o jornal, ele me olhou assim, O que que é isso? Eu estou na ilha da fantasia. <laughs> Gente, aquilo eu não acreditei. Bom, fomos. Na manhã seguinte, antes de ir para o para o para o para o show, eu tremendo, os anões todos ali, não sei o quê, eles eram muito expansivos, alegres, tal não sei o quê. Só que, co por serem anões, eles não alcançavam o balcão da do no restaurante do hotel, o balcão de frios, nada disso. Então, o que que tinha que fazer? Eu tinha que servir os anões todo dia de manhã. Então, eles falavam ah Delba assim, pega para mim aquele presunto, aquele queijo, não sei safados. Safados. Porque eles sabiam. <laughs> Eles não podiam fazer nada, não sei o que, mas eles então abusavam, né? Aí eu tinha que servir cinco cafés da manhã todo dia <laughs> para eles para ver se estava tudo bem, está tudo certo. Oh, agora eu vou sentar para tomar o meu café. Mundo já já peguei tudo para todo mundo, não sei o que lá. Aí, quando a gente ia à piscina do hotel, era muito engraçado. Íamos eu, a Nenê e os cinco anões atrás. Parecia uma branca de neve. Me sentia uma branca de neve. Aí eles falavam assim, ah, eu quero entrar na piscina eu quero entrar nin ah. Aí não sei eu falava assim, não, ninguém vai entrar na piscina. Vamos primeiro tomar sol. Porque se entrar na piscina, eu tinha que entrar colocar os cinco anões na piscina, né? Porque eles não conseguiam entrar na piscina. A piscina já era fundinha, assim. E eu morria de medo ai.

Nessa piscina do hotel. Gente, foi um mês de trabalho intenso, tanto no palco quanto com os anões fora do palco, porque precisa foi uma coisa meio mãe mesmo. A gente ia na praia e eu falava assim, todo mundo no raso, hein? <laughs>
Para os velhos. <laughs> Os caras com quarenta e cinco anos.
E a gente fazia show no Barra Shopping, ah lá no Rio. Aí quando chegava alguns intervalos de show, não sei o quê, eles viravam para mim e falavam assim, ah, preciso comprar uma roupa, preciso comprar algumas coisas assim para mim. Vamos vamos dar uma volta no Aí a gente ia comprar roupa na Petit Style. Em loja de roupa para criança, Gente, foi foi uma experiência maravilhosa.
E como que é esse passeio? Como que você saiu? O Matusquela, como é que você... Ah, ma o Matusquela. Você inventou esse personagem?
Saiu no palco. Porque tudo que eu fazia fora do palco, eu não achava que estava legal né. O senso crítico daqueles bravos. E eu não achava que estava legal. Aí na hora que... Fui apresentar, ah, e agora com vocês o Matusquela, que vai ajudar no júri das crianças, não sei o quê. Aí eu botei ele ali, né, no ar mesmo e tal. E aí saiu uma voz lá na hora e aí foi aquela voz o tempo todo. Você lembra como era o Pois é, faz tanto tempo. Mas era uma voz um pouco mais assim, né, um pouco mais rouca, um pouco mais assim. E ele era muito chato, o Matusquela, né. Aliás, eu dei uma personalidade chata, rabugenta, né.
E qual que era o papel do Matusquela?
Era fazer parte do júri para dar nota para as crianças quando elas eles termina as crianças terminavam de cantar. Ah Mas ele era chato, mas no final ele era tudo bem, entendeu? Não que eu não ia traumatizar a criançada também. <laughs> Mas era muito legal. Foi uma experiência linda, maravilhosa, fantástica. Fantástica mesmo. Por essa diversidade que eu estava falando que é legal a gente, é na na na minha profissão, De ter essas diferenças e tudo. E os os anões, até hoje encontro, às vezes, os anões na rua.
Eles são atores?
Eles são atores. Muitos fizeram muitos trabalhos com a Angélica, na época que tinha uns bonecos que andavam no no programa da Angélica. Eram todos do do Eli Barbosa, nosso da nossa turma, assim. Muito legal. Outro dia eu estava no metrô, assim. Aí o cara, Delba, Delba, não sei o quê. Eu olho assim, não sei o quê. Aqui embaixo!

Quando eles iam no banheiro, um ah um um para o outro, anão, vamos no banheiro. Porque um anão precisa levar o outro anão para o banheiro. Para ajudar, botar na bacia, sabia disso?
Está vendo como era diferente? Não tinha essa preocupação da da adaptação para as pessoas especiais né que tem hoje.
Eu vou falar uma coisa e depois se corta. Oh é melhor É melhor parar.
É melhor parar. Então vamos parar. Dá uma paradinha, Delma, então, retomando a nossa entrevista, você tem outras experiências com teatro hum? Você atuou?
Ah, eu fiz uma coisa mais séria, que foi Antígona, de Sófocles. Quem? Nem eu acreditei que fiz aquilo. Com Darcio de la Mônica, há muito tempo, no Teatro Rute Escobar.
Que papel você fazia?
Uma das escravas de Antígona. Foi o meu primeiro trabalho, assim de, sério.
Mas você fez curso de teatro? Não necessariamente. Eu nunca fiz curso de nada.
Isso que acontece na minha vida. As pessoas vêm e falam, ah, faz. Não, mas não, vai dar certo.
Aí eu vou e faço. Que época que é essa que você está falando? De Antígona? É.

É isso.
Vamos então vamos lá, desenvolva um pouco. Como que surgiu o uh a oportunidade de você fazer Antígona? Qual que era a importância da peça nessa época, em foi em setenta em cinco? Porque foi assim ãh... Antígona é uma peça é uma peça política, né? É uma peça política, é. É a única tragédia política.
É, eu fui para Antígona porque à tarde e tinha uma peça infantil dirigida pelo Leão Lobo. porque ele é foi um um diretor ele é um diretor de teatro bacana, e eu fazia parte da turma do Leão Lobo. E o Dárcio Della Monica fazia Antígona à noite, hum e ele precisava de três pessoas que fizessem as escravas de Antígona. E foi até o Leão per pedir para o Leão se ele não tinha indicações, e o Leão Lobo me indicou e eu fui. Mas eu não eu não tinha feito nada de teatro até então. Mas foi nesse dia que nessa nessa oportunidade que eu fiz. Mas não tinha texto, era figuração só. E foi bem legal, foi foi foi bem construtivo, foi bem bem bonito.
E como que era a sua vida nessa época? O que você fazia nessa época? Nessa época
Que nem dá, foi antes da faculdade até. Ah, antes Esse teatro foi antes da faculdade. Depois da faculdade que começou a parte mais de música mesmo. Que aí aconteceu o o teatro do Eli Barbosa, aconteceu o trio, o Som das Cedas e aconteceu depois que eu hum aí no término do Som das Cedas eu criei uma produtora de eventos e agenciamento de de bandas, de artistas e tudo mais. E aí eu só vendia Os artistas.
E aí você parou com a parte artística? Você
Aí eu parei. Artística você só. É. Mas só que até hoje né, como eu faço, eu apresento eventos. Aí eu trabalhei muito no Anhembi, apresentando eventos, trabalhei muito no Centro Cultural, apresentando shows, né fazendo mais essa linha de mais séria.
Com que artistas você
Eu trabalhei com tanta gente, só apresentando mesmo. Olha, eu trabalhei com Gonzaguinha, trabalhei com Gonzagão, nos nos eventos grandes que a prefeitura, na época da prefeitura da Luísa Erundina, ela ela colo criou muitas muitos na rua.
Os shows do Anhangabaú.
Os shows do Angaba Anhangabaú. Né? E aí eles me chamavam para eu abrir, para eu apresentar. Então tinha a Zequette, a Gonzaguinha, tinha a Gonzagão. Ai, teve... Geraldo Filme. Geraldo Filme, né? Que o Geraldo Filme trabalhava na no Anhembi nessa época também. Fazia coisas lá também. Era dessa época, Cláudia. Era dessa época. Quando a Elis Regina morreu, anos seguidos tiveram shows marcando o aniversário da Elis Regina, do falecimento da Elis Regina.
Dezenove de janeiro né.

E nós e aí, no Centro Cultural, eram feitos sempre essas esses shows. Era uma semana de homenagem à Elis. E é onde toda a maioria das das pessoas, dos artistas, se apresentavam. E eu eh e eu apresentava né todos esses artistas. Ah, todos da da época. Belchior, João Bosco. Todo esse esse pessoal aí eu consegui apresentar, estar junto e tudo. É uma vivência, né? É uma vivência, né?
Nossa. <laughs>

E e, Delba, eu não sei se a gente vai fazer um pulo? Se a gente fizer um pulo, um salto, você me desculpa, mas assim, está como é que você deu o seu envolvimento com esse outro lado, assim, mais espiritual, com tarô, numerologia? Tá. Como é que você foi redirecionando?
É, ah a coisa foi assim. Como eu fiz relações públicas, teve uma época, eu tive a oportunidade de trabalhar na NET, Televisão a Cabo. Como eu sempre fui muito comunicativa, oportunidades em departamento comercial de empresas sempre me apareceram. E foi o que apareceu na NET ãh. Quando eu estava na NET, ãh foi dado um treinamento para as pessoas do departamento comercial sobre programação desculpa <coughs> neurolinguística.

A programação neurolinguística nessa época, desconhecida aqui não, e embora ela já tenha, já já estava no Brasil, já estivesse no Brasil há algum tempo, nas empresas e tudo mais, isso não era reconhecido. Não se conhecia a programação neurolinguística. Eu conheci a programação neurolinguística num treinamento que foi dado, tal, para aumentar a produtividade do departamento comercial e me apaixonei. Eu falei, gente, é isso? Como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Aquelas coisas. E comecei a usar as técnicas da pê ene ele no meu trabalho. Muito bem. E a coisa começou a rolar. Eu comecei a vender muito. E comecei a bater metas. Antes eu batia, mas eu batia ah depois eu comecei a bater com muita facilidade. Depois de um ano, eu recebi a promoção na NET. Eu fui para supervisão, para coordenação. E comecei a treinar a minha equipe baseado nesses conceitos da pê ene ele, da Programação Neurolinguística. E a equipe também começou a bombar. Aí a NET me deu todas as terceirizadas dela para eu treinar. E eu fui treinando. E a coisa começou a ficar melhor. Até que eu saí da NET, depois fui para aí e começaram a vir outros convites e tal. Mas
Então, vamos definir. O que que é programação neurolinguística? Quais são os seus pressupostos? Algo que você possa estar contando aqui para a gente.

Está entendendo?
Tá. Eh A programação neurolinguística é, de uma forma bem simples... É uma nova forma de nos programarmos mentalmente e uma nova forma de nos programarmos verbalmente. Então aí, a partir daí, eu começo a pensar de uma forma diferente e a falar de uma forma diferente ãh. Principalmente no falar, existem palavras que... abrem oportunidades e existem palavras que fecham oportunidades e que a maioria das pessoas desconhecem e falam isso rotineiramente né e aí as coisas começam a ter resultados que não aqueles que você gostaria de ter e que você nem saca que é exatamente por aquilo que você está falando Então, por exemplo, eu vou falar uma palavra que é a mais, assim, significativa, até porque a gente fala demais.

Que é a palavra não. Nós falamos o não direto. Nós falamos o não mesmo querendo dizer sim. Não quero ficar desempregado. A gente diz isso. Então, realmente, o que você está falando? Você está falando aquilo que você não quer, ao invés daquilo que você quer. Se eu não quero ficar desempregado, então realmente o que é o que que você quer exatamente? Ah, eu quero ter trabalho. Então, aí para você aí você começa a se, a falar exatamente aquilo que você sim quer e direcionar o seu pensamento para aquilo que você sim quer. Se você falar, não quero ficar desempregado, você está olhando para o lado do desemprego. Você não está olhando para o lado da oportunidade.

E como toda a nossa palavra e todo o nosso pensamento tem uma vibração própria e que atua porque semelhante atrai semelhante, então tudo isso faz a diferença hum. E mais, o nosso cérebro ele não entende o não. Então, se eu for dizer a vocês assim, vou falar uma frase e o que que você e quero que vocês me digam o que que vocês pensaram quando eu acabei de dizer essa frase. Então, por exemplo, não pense no amarelo. Que cor que você pensou? Amarelo. <laughs> Exatamente, o amarelo. <laughs> Né? Então, aí eu provo, a neurolinguística prova que, na verdade, o não o cérebro não entende o não. Um outro exemplo eh. Não quero gritar igual a minha mãe. O que que o cérebro programou para você agora?
Você pode gritar de uma maneira diferente.
Milésimos de segundo não apareceu uma imagem de uma mãe gritando? Pequenininha, talvez até em preto e branco. Então é isso. Então, na verdade, o que que o cérebro entendeu? Exatamente aquilo que você falou que você não queria. Então é isso. Então, o o o não é uma delas, né? Então, se aprende, tanto na... Por isso que a pê ene ele, em departamentos comerciais, ela ela é muito implantada hoje, toda empresa sempre quer dar um treinamento de pê ene ele para vendedores, justamente para eles começarem a dizer para o seu cliente aquilo que o seu produto tem sim, não aquilo que ele não faz. Aquilo sim que eu quero alcançar na, se eu tenho metas para bater, no departamento comercial de uma empresa, então qual é a meta que eu quero alcançar? Não aquilo que eu não quero fazer, ou ter medo, coisa assim.
A verbalização te leva a um pensamento que te leva a uma determinada ação.
Para a concretização. Por isso que o segredo está tão em moda, que é esse filme que está passando por aí. Se bem que o segredo ele mascara o a ação um pouco, ele coloca o meio que mágica que é o errado do filme está aí.
O segredo?
É. Está aí, né? É legal todo mundo poder assistir esse filme porque ele mostra exatamente o poder de concretização que nós temos a partir da nossa mente. Então, quando eu conheci isso na NET, eu fiquei espantada, maravilhada, e disse que é isso que eu quero estudar. E estudo até hoje. Então, hoje eu sou Master em Programação Neurolinguística, dou treinamentos nas empresas e escolas, e como coach em atendimentos individuais também. E assim e aí, a Programação Neurolinguística cabe para várias coisas. Parar de fumar, emagrecer. Ah, eu pesava noventa quilos, tá? Nossa! Cheguei a pesar já noventa quilos.
Com a programação neurolinguística você conseguiu abordar essa atitude.
Não, emagreci e nunca mais engordei. Amém, Senhor! Porque, lógico, família de italiano, do jeito que eu sou, né? Então, parar de fumar, emagrecimento, para enfrentar concursos, vestibulares e entrevistas de trabalho. Muito bacana você já chegar lá com dez, né, não chegar lá com aquele medo, para falar em público. A pê ene ele funciona demais, né, precisa ter fluência, segurança, né. E aí por causa de fobias também, depressão, né como que eu crio meus objetivos? Tem objetivo na vida, mas como é que eu faço para para para que esse objetivo seja alcançado, seja concretizado? Qual é o passo a passo para isso? Né porque senão ãh vira vira sonho só, fica no sonho só.
Fica aquela coisa, quero ser rico. Co co como que você concretiza esse sonho? É
Primeiro, o que que é ser rico para você? Porque ser rico para mim é diferente para o Rafa, diferente para a Cláudia, diferente para ele. São riquezas diferentes. O que que é ser rico? Primeiro é identificar esse estado desejado que nós chamamos. Como que ele é bonitinho. E aí adaptar ele bonitinho no seu pensamento, colocando cor, tirando cor, porque tudo isso também influi na concretização. Tudo que eu não quero, só uma dica, tudo que eu não quero, penso em preto e branco, pequenininho. Tudo que eu quero, boto cor e amplio. Isso é uma submodalidade da programação neurolinguística para a concretização. E, Delba, como é que se você foi eh hum hum... Você tem uma clínica hoje? Eu tenho um consultório.
Como você chegou até... Depois que você começou a estudar a neurolinguística, como você chegou até ter o seu próprio espaço? Como foi essa
Olha, ãh foi simples isso, viu? Porque isso foi foi natural. Porque primeiro começou com as empresas, né? O meu escritório, o meu consultório é na minha casa, que de lá sai tudo mesmo, tanto as ah os clientes que possam vir, mas como também os negócios que eu posso fazer nas empresas, né? Lá é o quartel general da história toda, né? Mas a minha... A minha paixão pela programação neurolinguística que junta e jus e principalmente também pela diversidade das pessoas e por gostar muito de pessoas, foi me dando essa abertura. É assim, você tem uma vontade? Começa a agir. A coisa vem. Ah, como é que eu chego lá? Tem uma uma uma metáfora muito interessante a isso. Poxa vida, eu quero... Ter uma empresa de eventos. Vamos supor, vamos criar isso, né? Eu eu quero ter uma empresa de eventos. Mas isso, poxa vida, eu eu não tenho nada hoje para essa empresa de eventos. Eu nem nem nem sei como chegar lá. Aí eu digo assim, quando você está no seu carro e você quer chegar lá na praia, numa viagem, você liga o seu carro, liga o seu farol, e o seu farol do seu carro vai exatamente iluminar aquela praia direto para onde você vai?

Ele vai iluminar uns sessenta metros. Mas ele vai te dirigindo, não vai esse? Sessenta metros que o farol vai te te dirigindo, você vai indo, você confia nele, você vai indo, vai indo, vai indo, até a hora que você chega na praia, não é? Então, funciona assim. Deixa o farol ir trabalhando de sessenta em sessenta metros para você chegar a ter essa empresa de eventos. Você chega.
E, Delba, como é que foi assim o seu processo de aprendizagem assim? Como é que você buscou eh essa forma de conhecimento? Você foi através de curso? Como é que você foi indo para esse lado?
Foi curso de curso. Com trabalho de cromoterapia, reiki, é como é que... Então, porque aí uma coisa vai puxando outra, né? Porque todas essas terapias, elas se completam. Elas elas se interligam. Aí eu, ah que legal, fiz fiz o primeiro practitioner em programação, porque existem graduações na pê ene le. Né? Então, o primeiro passo é o prati ãh o primeiro passo são normais. Você pode fazer um módulo de comunicação, você pode fazer um um módulo de autoestima. Agora, se você quiser fazer todos os módulos, tem um um curso chamado practitioner. Então, eu fiz o practitioner, dura um ano, e tralálá Passado o practitioner, ãh aí eu fiz um pouco de cromoterapia, aí fiz naturopatia, que abrange toda a parte da medicina tradicional chinesa, incluindo as massoterapias também né. Aí depois eu fiz o master practitioner e E aí, como eu sempre fui fascinada também sobre o outro lado da vida, aí fiz tarot. E numerologia. Já está de bom tamanho para poder trabalhar. Então a pessoa quando chega para mim, ãh antes de mais nada, para co para eu começar a conversar com essa pessoa, eu levanto a numerologia dela. É a numerologia que me dá toda o perfil dessa pessoa. Quem ela é, o tipo de personalidade que ela tem, os desafios que ela tem e o que que ela veio aprender nessa vida aqui né.
E é infalível. E o tarô que você está que você falou que você lê é um tarô diferente,
É um tarô diferente. É um tarô baseado na programação neurolinguística.
Você primeiro estudou um convencional para depois adaptar para a neurolinguística ou você já se especializou direto nisso?
Sabe o que acontece, Rafa? É assim, o tarô, uh é que a maioria das pessoas conhece o tarô como uma ferramenta de adivinhação. Ah, eu vou casar.

Ah, eu eu vou arrumar namorada esse ano. Ah, eu vou arrumar emprego, essas coisas assim. Então ficou conhecido como isso, né? Mas o tarô é muito mais do que isso. O tarô são compostos vin com por vinte e dois arcanos maiores, mais cinquenta e seis arcanos menores, que cada um tem uma simbologia. E é através dessa simbologia que eu aplico as técnicas de programação da neurolinguística. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo mais palpável, né? Vamos supor que quando eu tiro, quando a pessoa tira uma carta para ela no tarô, tem lá o imperador, que é uma das cartas do tarô. O imperador tem uma simbologia. Qual é a simbologia do imperador? O imperador hum é uma pessoa de poder. Imperador é poder, né? De comando, de iniciativa. Então, ela traz isso dentro dela eh de. Que gosta das coisas... mais certinhas, das coisas organizadas né. E como toda carta do tarot tem o seu lado bacana, o seu lado positivo e o seu lado negativo. Qual é o lado negativo do deste imperador que é tão? É a prepotência, é a arrogância, é a inflexibilidade, essas coisas todas. Se a pessoa está conversando comigo e ela começa a me dar algumas características desta inflexibilidade, desta prepotência, eu entro com uma técnica de pê ene para ela entender que essa flexibilidade, ou com o pressuposto da pê ene ele, de repente, onde se diz que mapa não é território, ou seja, a forma como ela vê a vida não é exatamente a forma como a outra pessoa vê. E caminho pelo pelo universo da pê ene ele, dos pressupostos da pê ene ele, para ela entender um pouco mais desse imperador que ela tem dentro dela. Sempre é ela que tira as cartas. Eu só interpreto. Sempre dou. só a interpretação né. Mas é ela que faz tudo. Ela que faz tudo. Bacana, estou encantada. É <laughs> é bem legal, é bem bonito mesmo. Não que o tarô não responda se você vai casar, se você vai entrar no vestibular. E você ele responde tudo isso. Mas eu quero dizer que o tarô é muito mais do que isso. Ele é essencialmente uma ferramenta de autoconhecimento. Então, assim, eu tenho esse imperador aí... que é legal, então eu vou trabalhar o lado legal dele, e esse lado que não é tão legal, que está me prejudicando, de repente essa falta de flexibilidade que não está fazendo com que eu consiga um trabalho melhor, que eu não consiga um relacionamento melhor entre o grupo de pessoas com quem eu já trabalho, se por hora você já trabalha. Tem toda uma análise. Aí entra terapia e nossa eh. Entra como terapia para eu aplicar cores mais relaxantes nessa pessoa. Entra uma drenagem linfática para estar expulsando um monte de de toxina de toxina que essa pessoa tem. Um floralzinho, para ir mais calmo, para dormir melhor. Vai dormir, meu filho, vai dormir um pouquinho mais rápido. <laughs>
Delba, e nesse caminho você encontrou o Evaldo? É
Esse caminho vamos colocar em letras né
Percurso. <laughs> Como é que foi esse encontro com o Evaldo?
O Evaldo é músico, percussionista e baterista de mão cheia. Um dos melhores, por que não, né? E instrutor de yoga. Evaldo tem uma espiritualidade maravilhosa, um homem ímpar, que eu amo de paixão. Já nos nossos dezenove anos de casório. Dezenove anos de ca dezenove anos de casório para quem não quis casar.
É aham. Tá, É verdade. <laughs>
E eu conheci o Evaldo na época que eu tive a produtora, e eu como eu vendia artistas, ele fazia parte de uma das bandas que eu agenciava, que a que a que as minhas sócias junto comigo também agenciavam. Aí ãh o e a gente nossa a gente se conheceu numa casa chamada Madame Satã, você acha?

Era um... Lá no Bexiga. Era muito conhecido.
É, nossa senhora. Uma loucura aquilo lá. Submundo do submundo.
É, mas era muito famoso assim. Músicos, muitos artistas.
Muitos, muitos. Então eu conheci ele lá. Aí a gente começou a namorar e tudo mais. Eu morava na minha casa. No meu apartamento. O Evaldo morava no apartamento dele. Sozinho também. O Evaldo tinha acabado de se separar. Eu sou o segundo casamento dele. Cada um morava na sua casa. Aí, com lógico né, a gente vai namorando, não sei o que, daí ele passava mais tempo, às vezes, no meu apartamento do que no apartamento dele. Ele tocava nesse bar chamado Boca da Noite também. Um dia, eu e uma amiga minha, Silvia, que era minha sócia, passamos no Boca da Noite no final de uma madrugada. para pegar o Evaldo, porque o Evaldo ia para minha casa. E aí o Evaldo virou e falou assim, olha, vamos passar na minha casa, porque amanhã de manhã eu tenho estúdio, tenho uma gravação. Os instrumentos estão na minha casa, eu já pego todos os instrumentos, a gente põe no carro, a gente vai para tua casa, e de lá eu já vou direto para o estúdio, não preciso voltar aqui e pegar os instrumentos. Ah, bacana, legal, sem problemas. Fomos na casa dele. Eu e a Silvia no carro. E ele começou a botar um monte de coisa dentro do carro. Foi instrumento, foi livro, foi disco, foi roupa, foi caçamba a quatro. Aí eu estou dentro do carro, a Silvia está do meu lado, minha amiga do outro lado. Aí a Silvia vira e fala assim, Belinha, meu apelido é Belinha. Belinha, eu acho que você está casando. Aí eu falei assim, como

Aí, gente, cheguei em casa com toda aquela tralha dentro do carro, virei para o Evaldo, no apartamento, e falei assim, Evaldo, você está moran mudando aqui para casa? Aí ele virou e disse assim, a gente não pode conversar isso amanhã, hoje eu estou tão cansado. E pasma, Cláudia.

Aí, ele foi dormir. Eu também fui dormir. E não dormi, porque fiquei olhando assim para cara dele e falei assim, gente, será que eu casei? Não estou sabendo que casei. No dia seguinte, ele já saiu esbaforido para o estúdio, né? E também não conversamos muito sobre isso. E aí também as coisas foram indo, foram indo, foram indo e tal. Por várias vezes, isso foi muito interessante, por várias vezes eu cheguei, tive vontade de chegar para o Evaldo e falar assim, Evaldo, olha, volta para a tua casa. A gente estava melhor como como anteriormente, eu me sentia melhor, porque eu me sentia melhor mesmo anteriormente, porque eu não estava preparada para dividir nada. Mas você começou a namorar com ele antes dele ir para a sua casa? Isso, nós tínhamos uns nove meses de

mais ou menos, quando ele tomou essa decisão sorrateiramente. Não me senti bem com isso. E por várias vezes eu tive vontade de chegar para ele, mas não sei o que acontecia. Ou acontecia alguma coisa, ou eu não me sentia forte demais para falar aquilo. E as coisas foram... sendo. ãh.. Desdobrando. Se desdobrando. Quando ele virou para mim um dia e falou assim, olha, a banda que que eu estou tocando hoje vai para Europa fazer uma turnê e acho que vamos ficar lá bem uns três ou quatro meses e não sei o que e tá tá. Eu fiquei meio assim e tal, por ele ter ter que fazer essa viagem, mas no fundo eu gostei muito. Porque eu falei, legal, agora é a pausa que eu queria, que eu precisava. Então ele foi para França com o Toninho Crespo, né, com aquele pessoal todo, foi pra França, ficou lá uns seis meses, aí voltou, ficou mais um mês no Brasil, voltou e ficou mais seis meses na Europa, né. E aí foi nessa época que aí eu falei assim, eu acho que agora eu já estou melhor para encarar esse relacionamento. E aí está aí e aí está aí até hoje.

Mas era uma coisa que eu não queria, uma coisa que eu relutei, que eu quis falar, quis falar, quis falar, nunca deu, nunca deu, nunca deu. Ele viajou e depois as coisas se assentaram. Minha família, só depois de um ano que a minha família soube que eu já estava casada.
Não é?

Agora um parênteses. Minha família é italiana. Super... Tradicional. Tradicional Chego com o negão Rastafari. Ah, porque a Cláudia não conhece, né? O negão Rastafari. Meu pai ficou uns quinze minutos olhando assim. Minha filha, te dei os melhores colégios de São
Eu te dei uma educação requintadíssima. <laughs> Você casar com baterista, Rastafari, negão.
Meu pai, coitado, né? Acho que ele ficou de... Não quis muito mostrar para mim que hoje... Mas que era outra expectativa na época, né? Ele
tinha outra expectativa, com certeza.
Engenheiro, advogado ou médico, né? De preferência. É Fala sério. Mas hoje tudo bem, todo mundo convive na paz, meu pai adora ele, minha mãe ama de paixão o Evaldo. Está tudo certo.
Que lindo.
É, bem legal.
E vocês têm assim pontos em comum na vida profissional?

Que que... Temos. Onde esses pontos convergem? É
Temos porque nas palestras que eu faço, ou nos treinamentos que eu dou de programação neurolinguística, o Evaldo entra muito com a parte... Primeiro que a gente faz uns esquetes, né? Teatrinho, lógico. né tinha que ter o teatrinho, eh para representar algumas situações nos treinamentos e a música também. A gente faz dinâmicas musicais muito bacanas, com percussão, com os participantes. Então, as pessoas, a gente bota um monte de instrumento de percussão no meio da sala e o grupo ali, o empresarial está ali, e eles pegam aqueles instrumentos, contam para a gente o que está sentindo, o que está ouvindo, a sensação daquilo no ouvido. E trabalhamos muito a percepção desses executivos, dessas pessoas, através da música e e a parte da yoga, respiração. A gente põe tudo, gente, tudo, tudo, tudo, tudo no no treinamento. E fica bem diferente, fica bem legal, bem... e e e é fora do convencional, né?
É um trabalho lindo, né? É
É, bem bacana, nossa, muito bonito.
E como que as pessoas recebem esse trabalho, o público que vocês estão trabalhando?
Então, hum é interessante porque os os executivos, geralmente, eles são muito mais para o seco, né? Mais assim...
É, terno e gravata É,
Então, assim, eu sempre digo que o meu maior desafio é no meu primeira na minha primeira meia hora de curso. Porque está todo mundo lá, vestido com todas as suas ãh armaduras. Mas, com o decorrer... Do tempo todo. Aí as armaduras vão ser deixadas de lado. Eu já começo a entender isso quando eles já vão ah desafrouxando as gravatas. Ali mesmo. É Os sinais não verbais, né? Onde eles já vão meio que relaxando o corpo. Né? E aí eles entregam, eles entregam para Deus a história toda e brincam e e trocam as sensibilidades e e tudo mais. Agora, tem uma coisa interessante. Eu prefiro fazer as palestras fora do ambiente de trabalho de trabalho. E de preferência, se eu puder sair da empresa, assim eh eh eu sairia também. Não gosto de fazer nada lá, porque lá às vezes não rola. Mas fora, sim. Rola bastante.
Você também faz o trabalho com terceira idade.
Faço. Ih, a terceira idade é animadíssima. Muito legal. Perc percebem rápido as coisas. Se entregam. Tem dois públicos que eu gosto muito. A moçadinha, que eu amo de paixão.

Adoro. Adoro, adoro, porque eles entendem rápido Eles não têm tantas ãh... Amarras. Tantas amarras, tantas resistências, absorvem fácil, muito fácil, muito fácil. Por isso que todo mundo entra no vestibular comigo, fácil. Porque eles entendem fácil, eles aplicam aquilo lá mesmo e eles entram no vestibular na boa. Então eu tenho esse público e tenho a terceira idade que é fantástica.
E no caso da terceira idade, qual que é o foco do seu trabalho, Bela?
Ah, estresse. E depressão. Trabalho essas duas tônicas muito com elas, com eles.
Mas por que que surge esse nesse tipo de grupo? É uma falta assim de de perda do seu espaço, produção? O que que acaba acaba acontecendo?
Por que que... É. Caracteriza esse grupo? Ah, porque primeiro, elas ãh ah ah esses movimentos que tem com com a terceira idade, foi um movimento muito bacana que aconteceu para todos. Então, é onde eles ãh preenchem a vida deles de uma forma mais... muito mais rica com esses movimentos da terceira idade. E e é chegado uma época que ele eles precisam entender que eles não podem ficar aleatórios do jeito que, largados do jeito que eles acham que eles devem ficar, ou que eles não têm mais perspectiva, ou que eles não podem mais fazer nada. Muito pelo contrário, eu acho que agora é a hora que eles podem fazer uma série de coisas, né? Então é caminhar aí para esse lado mais aberto, mais alegre da vida, mostrar mais a alegria para esse pessoal. Né? E eles aceitam de bom grado, nossa, eles aceitam demais. Por isso que eles vêm, eles vêm muito mesmo, né? Até pela abertura que já tem de movimentos de terceira idade por aí.

Aí os convites vêm e tudo.
Fantástico. Você acha que está faltando falar de alguma coisa que a gente esqueceu, passou batido?
Acho que não, viu,
Cláudia? Abordou. Acho que a gente abordou bastante coisa. <laughs> Delba, e para a gente finalizar assim, daqui para frente, qual que é o seu sonho? O que você quer realizar ainda?
Menina, quero realizar tanta coisa ainda. Quero realizar muitas coisas, mas dentro dessa minha atuação mesmo. Ou seja, ãh dar cada vez mais treinamentos e cursos para um para quem vier e ter bastante bastante entendimento individual também, a parte profissional. E continuar com o meu grande amor, que é o Evaldo.
E como é que você se vê assim você ter passado esse tempo com a gente, deixado a sua história, sua trajetória registrada?
Não, bacana, muito legal. Queria agradecer muito ao Toninho Crespo, a Lourdes, que me fizeram essa indicação e tudo mais. Achei lindo o trabalho, é achei lindo o Museu da Pessoa, nem nem sabia que existia. A Lourdinha que me deu o alô tal e me convidou e é maravilhoso. Por favor, continuem com isso, que é demais, muito legal.
Obrigada. Obrigada pela entrevista, Delba. Obrigada a vocês.